Ponto de Cultura, Museu Aberto.

Bom dia, professor. Estamos aqui no Museu da Cultura, hoje é dia vinte e seis de setembro de dois mil e sete.

Professor, para começar, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, data e local de nascimento.

Nasci no dia trinta e um de maio de mil novecentos e cinquenta e dois, numa cidade do interior, Joanópolis. Depois, por volta de dez anos, então vim para São Paulo. E estou até hoje em São Paulo.
Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Eh,

Quantos irmãos?
Nós somos em sete irmãos. sendo quatro homens e três mulheres. Entre o meu irmão mais velho e eu, que sou caçula da dos sete, nós temos uma diferença de vinte e cinco anos.
Todos ainda
Todos ainda vivos.
O que, o que o senhor sabe sobre a origem da sua família?
Bom, uma origem humilde, não chegaram a ter essa oportunidade do estudo, Ainda na na época em que nasci, o estudo ainda era uma coisa ou para quem morava na cidade ou para gente rica, né, quer dizer, um colírio melhor. A pessoa que morava num sítio, como é num sítio, numa pequena fazenda, onde trabalhavam, quer dizer, o estudo era um luxo. Então não havia necessidade de estudar. Era mais mesmo ajudar os pais e nada mais do que isso. Não era um valor ainda o estudo para eles.
Na na sua lembrança, como eram os seus pais? Sua lembrança de da infância.
Bom, eram meigos. Tinha-se uma grande preocupação, principalmente na parte material de saúde, quer dizer, estar bem de saúde. Nessa questão assim, da, cultural, realmente, quer dizer, eles não tiveram uma grande preocupação. Não por maldade. Mas foi a experiência que eles tiveram também, entendeu? Quer dizer, como o estudo não era um grande valor para eles, também quis os filhos caminhar mais ou menos nessa mesma linha. né? Tanto que uma das sete irmãs que teve mais a chance de estudar mesmo, sou eu e a minha irmã. Ah, ah Nós somos os dois, porque os outros fizeram o máximo até a quarta série.
Ela fez o que?
a sua irmã? Essa minha irmã também é professora, aposentada, e fez a oportunidade de de uma faculdade, quer dizer, de pedagogia. Agora, os outros seis irmãos fizeram o máximo até a quarta série. Tem uma irmã que até hoje ainda, quer dizer, não sabe escrever, com, com muita dificuldade para isso. É isso aí.
E o que os seus pais faziam? Qual era a ocupação deles? Ãh...
No primeiro momento, trabalhavam na roça, plantavam e viviam do do que plantavam. Depois, um pouco mais tarde, quase que na na a partir dos quarenta anos, mudamos para a cidade. Daí eles vieram trabalhar em prefeitura, né, na prefeitura da cidade.

O, eh, senhor falou que eles moravam na roça. Quando o senhor nasceu, o senhor nasceu, eh, não aqui em São Paulo, mas no interior.
Isto.
E o o senhor morou lá a até que idade?
Até mais ou menos dez anos, entre dez e onze anos. A partir dos onze, então, que eu vim para São Paulo. Mas nessa época, quer dizer, os meus irmãos já estavam em São Paulo já. e eu, meu pai e minha mãe. Eles já vieram bem antes, já trabalhavam aqui. Quer dizer, prepararam o terreno para a gente vir para cá. Uhum.
E onde vocês moravam?
A cidade de Joana Onde eu nasci?
Onde o senhor nasceu.
Joanópolis. Uma cidade próxima de São Paulo, mais ou menos uma hora e meia. Depois de Bragança Paulista, de Atibaia.
O que o senhor lembra dessa casa? Como era o dia a dia na infância
Olha, é um sítio onde nós nascemos, é uma cidade si, é casa simples, de barro, de taipa. E, quer dizer, chão de de terra mesmo, camas preparadas com madeira do próprio local. Uma vida simples, humilde e bem pobre. Esse foi a nossa infância, uma vida simples, humilde e bem pobre.
Certo. Eh... Quando o senhor veio para São Paulo, o senhor podia descrever um pouco como era o bairro quando o senhor chegou? Qual foi a sua impressão? Como era o bairro onde o senhor morava? E o que mais te marcou na infância?
Bom, quando eu saí do interior e vim para São Paulo, quer dizer, na verdade, eu não conhecia nada maior que a minha cidade, onde eu nasci, que era uma cidade aí de oito mil habitantes. Quando eu cheguei em São Paulo, Pelo menos eu fiquei vislumbrado com o tamanho da cidade, né? E uma coisa que me chamou bem a atenção foi a questão da da igreja. Eu achava que a igreja da minha cidade era a maior igreja da do Brasil, entendeu? <laughs> <laughs> Depois, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi outras igrejas, aham, nossa, quer dizer, aquela aquela igreja pequenininha, quer dizer, a referência que eu tinha era só, aham, a igreja da da minha cidade. E claro, a igreja me chamou a atenção, meu, porque eu participava da igreja, Eu era coroinho naquela época, lá na cidade interior. Então quando eu cheguei para cá e vi quer dizer, uma outra coisa, uma igreja maior do que era a minha quer dizer, eu fiquei vislumbrado, né? Essa foi uma coisa que chamou a atenção. Uma outra coisa que chamou a atenção também foi o seguinte, nós íamos para uma casa encostada com um pequeno riozinho. E a gente não tem essa noção de enchente, entendeu? Porque a nossa cidade era interior, cidade pequenininha, então não tem enchente na cidade. Na primeira enchente que deu, quer dizer, nossa casa encheu de água, perdemos quase tudo. Chegamos a ficar com alguns problemas de saúde na época, da da enchente, aquela coisa toda. Foi marcante nessa situação, nessa questão. quer dizer, a gente foi pego de surpresa por esse evento de enchente E... Não era uma coisa comum para nós. Não tinha enchendo no interior, porque não tinha nenhum rio que cortava a cidade.
E onde era? Quando o senhor chegou em São Paulo, qual foi o local onde vocês se estabeleceram? Qual o bairro? Que rio? Eh... O senhor lembra que que rio era esse?
Não, de pequeno tem nem nome, né, quer dizer Mas quando chovia, ele enchia bastante. E o bairro foi de Jardim Tremembe, hm, acostado com Tucuruvi, com Tremembe, e assim por diante. Mas foi marcante, a chegada foi marcante. Era tudo diferente do que eu eu sabia, eu conhecia do interior, entendeu?
O senhor falou essa coisa da da igreja, eh, me reme me remeteu uma lembrança, porque eu também nasci em cidade do interior, morei em fazenda, e eu morava numa cidade que não tinha mais do que cinco mil habitantes. Hm. Todo mundo se conhecia e só tinha uma igreja na cidade, a igreja ficava no centro. Então, a igreja, como ela ficava no centro da cidade, eh, de certa forma é uma estratégia, né, apesar, para que todas as pessoas tenham acesso, e dá uma visibilidade maior também à igreja, à religião, a essa coisa. Então, tem essa coisa muito do do do do social, de você ir na igreja, do social, que é você participar das festas, tudo, eh, funcionava em torno da igreja.
A igreja foi um uma referência forte, né, para para mim. que além de ser coroinha da igreja, quer dizer, e tudo era em torno da igreja, né, quer dizer, era a praça era em torno da igreja, quer dizer, a vida social que se construía ali em torno da igreja, e até encontrava um parentes de vez em quando era era na igreja, na na na hora da missa, né, quer dizer, você não não via constantemente, mas na hora da missa você via ali, entendeu, era um ponto de referência importante para a gente. Bom, no interior, brincava muito na na rua, né? coisa de, de pega pá, pega-pega. esconde, mocinho bandido. Então, é esse tipo de brincadeira que a gente fazia no interior. Jogar bolinha de gude, quer dizer, era uma coisa assim, bem comum no dia a dia da gente. chegava à noite no interior, quer dizer, a gente saía para brincar por volta das cinco horas da tarde e voltava por volta de dez dez horas da noite. Aliás, um detalhe, dez horas da noite era mudada a... questão da da iluminação da cidade. Terminava aquela iluminação mais forte e vinha uma mais fraca. Então, a gente dez já mobiliza, já estava se recolhendo para casa, porque a cidade já ficava mais escura também,
Era iluminação elétrica, como a gente tem
iluminação elétrica, mas ela mudava a, uhum, a intensidade da da claridade. Vinha uma luz mais fraca a partir das das dez horas. E gozado também é uma uma outra coisa interessante, é que a minha cidade tem a tradição do do lobisomem. Joanópolis tem essa tradição. Então, por exemplo, quando fica mais escuro, é o momento que a gente tem que se recolher para casa, quer dizer, pensando no no lobisomem. E até hoje tem essa tradição ainda, né. já teve até algumas reportagens sobre esse assunto. Acho que teve cultura, se não me engano, acho que na Globo também.
A rua tinha asfalto?
Ela é praia de pípido Até hoje não tem asfalto ainda na cidade. É só paralelepípedo E era mais a parte central da cidade, três ou quatro ruas, que tinha, né, o o Paralelepípedo. Fora disso,
terra mesmo, né. Legal. O que o senhor se lembra da primeira escola, da sua primeira escola?
Da minha primeira escola? Bom, eu me lembro, assim, primeiro, o que eu me lembro é o seguinte, era uma escola rígida. Era uma escola rígida, naquela que nós fazíamos ainda canto orfiônico, o hino nacional, todos os dias tinha uma uma professora que dizia que que fazia tudo isso, uma voz belíssima para ensaiar com a gente no Nacional, aquela coisa toda. Mas eu me lembro de uma escola rígida. Onde até se tinha medo de alguns professores. Alguns professores me causavam medo. Então se algumas vezes eu deixava de ir na escola, com, nessa idade era de medo do do do dos professores.
Ou da diretora, né? Ou Ou da diretora também.
É, essa é a imagem mais forte que eu tenho, uma escola rígida.
O senhor falou que tinha medo de alguns professores, eh, por conta mesmo dessa dessa rigidez. Tem outras lembranças? Assim... Qual uma outra imagem que ficou para o senhor desses professores? Assim... Teve algum que foi mais marcante para o senhor? E e por quê?
Olha, até a terceira série. no interior, fiz até a terceira série no interior. Eu não me lembro assim, de nenhum professor marcante, mas a partir do momento que eu mudei para São Paulo, na quarta série, sim, eu já tive um professor que foi marcante para mim. Inclusive o homem, o professor Benedito. Mas aquele tipo de professor meio paisão, quer dizer, tudo que ele fazia era pensando no aluno, era para agradar o aluno. quer dizer. Então, um tipo de um paizão para a gente mesmo, mas um excelente professor. O meu primeiro trabalho. Uhum. Bom, aliás, o meu primeiro trabalho realmente começou a partir dos vinte e dois anos.

Eh eu mudei para São Paulo na quarta série, já fui na quarta série, fiz a quarta. A partir da da quinta série, eu fui estudar em seminário. Na verdade, era para ser padre, por isso que eu falei que era. <laughs> A igreja foi marcante, né, lá no interior. Eu entrei bem pequeno para o seminário, era na quinta série. Fiz todo o ginásio.
O senhor falou do trabalho. A juventude, como é que foi essa Você passou a juventude nessa cidade mesmo? Como é que foi o o o é essa coisa do lazer, do entretenimento, de sair? Como como é que era, olha, a sua juventude? Tinha liberdade, não tinha liberdade?
Olha, até pelo menos dezenove, vinte anos, foi uma vida mais voltada para o estudo. que foi a a época em que eu fiquei fiquei em seminário, entendeu? A partir dos vinte, quando eu deixei o seminário, que eu vim, eu voltei para casa de novo, daí eu já comecei uma vida social mais intensa, tinha muitos amigos, então eu trabalhava, estudava, e, no final de semana, aquela aquela diversão normal de jovens que se encontram para ir... Naquela época era baile, quer dizer a palavra de balada, né? Quer dizer, era baile, vamos para o bailinho, né? Então, quer dizer, era mais, eh, essas festas de final de semana. Em casa não tinha a questão da balada, quer dizer, o, quer dizer, era em casa mesmo que a gente se divertia, reunia o pessoa, aquelas músicas de... Aqueles bailes em casa mesmo, né, quer dizer, não era... E qual que era?
A gente está falando de época, assim, de infância. Que período que é? Que... que...
Isso é por volta, mais ou menos, de Bom, no primeiro momento, veja bem, eu fiz filosofia. Filosofia pura por causa do seminário. Fiz filosofia pura, terminei filosofia. Daí, quando eu saí do seminário, a gente tinha a intenção de me engrenar no magistério. Mas eu demorei pelo menos quatro anos para entrar no magistério. Eu sempre pensava e tal, tinha aquela intenção de de entrar no magistrado, mas eu tinha um certo receio, um certo medo. Será que eu vou me dar bem com uma sala que tem quarenta alunos? Será que eu vou conseguir me expressar legal? Será que eu vou conseguir transmitir realmente? Então tinha assim, uma uma insegurança. Mas depois teve um momento que eu tive um pequeno comércio, depois acabei... não me dando bem no comércio, que não era aquilo que eu queria, fui para o interior, passava as férias de um mês no interior. Daí, no interior, fui visitar uma parente minha que trabalhava como merendeira numa escola. Daí falaram, me levou para conhecer a escola dela, a diretora dela, aquela coisa toda. E ela ficou sabendo que eu já tinha a faculdade de filosofia. Falou, poxa, você já tem a faculdade? Tem como você algumas aulas aqui no Um sítio. Só que o sítio era dezoito quilômetros fora da cidade, né? Eu falei, não, mas eu não tenho pedagogia, eu tenho filosofia. E era para primeira, de primeira a quarta série. Ele falou, não, mas você é o único que tem faculdade aqui. Se eu for botar um outro alguém lá no sítio, é alguém que não tem faculdade. Vai ser meninas que terminaram o ginásio, ou, naquela época era ginásio ainda, né? Ou terminaram o colegial. E pelo menos você tem faculdade. E eu topei a parada. Então, Daí voltei para o interior novamente e fiquei, lá, uma, por volta de oito meses lá. Assumi, ah, de primeira a quarta série. Claro que eram de primeira a quarta série, mas todos na mesma sala, entendeu? Então tinha dez alunos de primeira, doze de segunda, treze de terceira e assim por diante. Então a gente dividia o tempo para atender a as quatro séries, né? E ali foi a minha primeira experiência de magistério no interior, de primeira a quarta série, apesar de não ter pedagogia nem o magistério na época. Mas foi uma experiência riquíssima. Foi ali que realmente eu me decidi. É magistério que eu gosto mesmo. Me dei muito bem com a criançada. Mas até hoje me dou bem com alunos de quinta série. Quer dizer, Mas já, que já, ali que foi o onde tudo começou, entendeu? Um sítio com essa simples de de interior, né? E é ali que eu me deslanchei para o magistério. Depois fiquei lá oito meses e retornei para São Paulo. E daí fui, eh, procurar aulas aqui em São Paulo como professor de filosofia, né? Peguei a filosofia, história, educação moral, esse pê bê, sociologia e assim por diante. Depois eu voltei a estudar novamente, daí fiz então história e me em história Acabei fazendo um concurso, efetivando história depois. Então, o primeiro momento de filosofia, depois o segundo momento de faculdade de história.
Onde o senhor fez Filosofia e como é que foi seu tempo de na na faculdade, com curso de Filosofia, e depois como é que foi, eh, no curso de História?
Bom, ah, como como no curso de de Filosofia? Quer dizer, o curso foi bom, eu gostei muito do curso.
fez?
Fiz na na Unipiranga, na na Fae. Faculdade Associadas do Ipiranga.
Filosofia?
Filosofia. Então, quer dizer, lá comecei Filosofia, foi um curso muito bom, e bom, eu gostava do curso já de de início, né, quer dizer, eu não fiz só pela pela questão do seminário, mas também já gostava já de ah, da Filosofia. Foi um ano riquíssimo, com muitos seminários, que nós, fizemos esses seminários excelentes em Filosofia, O pessoal que fazia filosofia comigo era um pessoal interessadíssimo, né, quer dizer Além de seminaristas no curso, nós tínhamos pessoas leigas também, que não tem nada a ver com a questão da igreja. Então, quer dizer, acho que essa mistura de de pessoas então quer dizer, enriqueceu o curso. Mas foi muito bom. Tive professoras excelentes também, quer dizer, no curso de filosofia. Dava aula na Puc e dava aula no curso de filosofia também, na Fae.
E na faculdade de História, como foi?
Daí a faculdade de História, quer dizer, eu fiz, porque veja bem, porque na época estava dando aula de Filosofia, ainda a Filosofia não estava definida ainda na uma uma matéria obrigatória dentro da do magistério. Então, tinha escola que tinha, tinha escola que não tinha, Filosofia, quer dizer, se você pegar uma carga razoável, você tem que pegar quatro, cinco escolas. Então vou me definir por História mesmo, né, que também eu gosto também. E E daí eu fiz História como complementação da da Filosofia. Eu já eliminei algumas matérias, uhum, e fiz em dois anos o curso de História. Mas eu tive uma boa bagagem de cargo horária dentro da Filosofia também, eh, matérias de História
E como foi o início da carreira como professor de História?
Bom, eu acho que eh e eu passei por toda aquela experiência que todo mundo passa, né? Quer dizer, Dificuldades de de lidar com a questão disciplinar. Eh... Até você encontrar o método que você se encontra dentro, né, da do ato do do dar aula. Mas eu tinha algumas vantagens. Como eu estudei em seminário, então a gente sabia muito bem se comunicar em público, entendeu? Eu acho isso, quer dizer, tinha uma oratória muito boa de de comunicação, eu tinha uma facilidade boa de comunicação com os Era fala, uma voz forte, quer dizer, então isso que era, isso chamava atenção. Então Quando eu comecei o magistério, a pessoa falava, mas você vai ficar com o professor, porque você não vai fazer um curso de oratória, vai ser radialista, quer dizer, aquela coisa toda. É magistério que eu gosto mesmo, não tem nada de ser Então, quer dizer, são coisas que me ajudaram no começo. Essa facilidade de comunicação, essa voz forte, então isso me ajudou, entendeu.
E no começo da carreira, como que era, como era a escola e os alunos, quando o senhor começou a dar aula de história, como professor de história?
Olha, eu sinto o seguinte, quer dizer, ah, isso é quase que Mas no início, aí que está, a gente já tinha esses problemas de disciplina, aquela coisa toda, mas eu sentia assim, que os alunos tinham uma preocupação maior com a questão do aprender, entendeu? Eu sentia que eles eram alunos mais preocupados com a questão da aprendizagem.
E a escola? Como era a escola?
A escola era um pouco mais organizada. O acesso não era tão grande como hoje dos alunos à escola. Mas a escola era melhor organizada. Eu senti que o o professor, da da da naquele momento, tinha uma bagagem melhor de como professor. Eu acho que eram coisas que faziam o o diferencial, entendeu? A escola era organizada e os professores tinham uma bagagem melhor.
Quais eram os desafios de dar aula?
Naquela época. Eu acho que assim o eu acho que o o desafio eu acho que não muda muito de hoje. É a questão da da da da motivação. Eh, motivar o aluno para a aprendizagem. Porque eu vejo que que o aluno bem motivado, ele caminha. Se você abrir espaço para o aluno, ele produz. Só que eu acho que o professor tem que ter essa visão. Ele, em parte, ele era o responsável por essa motivação. Quer dizer, eu eu acredito eu, eh, profundamente nisso. O aluno bem motivado, se você abrir o espaço, ele produz, ele busca o conhecimento.
E como se dá essa motivação? Qual é o segredo?
Ah, eu acho que o segredo está está em mim mesmo, entendeu? É a coisa que vem de dentro da gente mesmo. Acho que tem certas coisas que é a gente que sente isso dentro e você passa isso para o aluno. E, sinceramente, quer dizer, eu me envolvo com o aluno. Eu sempre falo assim, não, esse ano eu vou mais devagar um pouquinho, não vou me cansar muito. Mas, daqui a pouco, você já veio, já começou, já se motivou, já se envolveu com o aluno. Quer dizer, então, eu acho que é coisa que eu acho que vem do professor. Essa motivação é coisa que vem da da alma mesmo, aquela coisa de alma mesmo. Vem de dentro dele mesmo. Claro, depois vai vai encontrando outras motivações também, mas eu acho que a essência mesmo dessa motivação vem de dentro do professor. Eu sinto que eu tenho esse essa essa coisa dentro de mim, eu gosto daquilo que eu faço, eu me envolvo com aquilo que eu faço, eu gosto de lidar com aluno, e principalmente aluno de quinta, sexta série. Gosto de sétima e oitava também. Mas eu vejo que a minha facilidade maior é com quintas e sextas.
E ensino médio?
Também gosto, mas não é o meu forte também. Gosto, não tenho nada contra, acho que é legal também trabalhar com o ensino médio, é uma outra realidade, é um outro tipo de aluno. Mas a minha caracte eh, característica maior é com alunos de quinta e sexta série mesmo. quando você as mudanças na escola? Olha, eh, nessa eu sinto o seguinte. As mudanças não foram assim entendidas nem pelo aluno e nem sempre pelo professor. Porque o professor já tinha aquela ideia do professor mais tradicional, o professor com autoridade, que chegava nas salas e se se impunha pela pela própria situação. Eu sou professor, quer dizer, isso já dava autoridade para ele. E, claro, com o tempo, essa situação foi foi mudando. E o professor não soube trabalhar com essa mudança, né. Tanto que hoje, essas mudanças ainda... É uma novidade para o para o professor ainda. Eu acho que ele tem que aprender. Acho que a gente está aprendendo. E a vida é uma eterna aprendizagem. Agora, eu acho que essas dificuldades é é comum é normal. Toda mudança provoca uma crise, provoca dificuldades que você tem que refazer novamente. Mas eu que vejo como ah, mudando a dificuldade do normal. Nada fora do... do contexto. Acho que faz parte do processo. Daqui a trinta anos, talvez quer dizer, vai eh vai vai ocorrer a mesma coisa novamente. Quem estiver lá, quer dizer, vai ter que enfrentar novas mudanças de novo. Agora, acho que você tem que saber trabalhar com essas mudanças, tem que saber administrar essas mudanças.
Certo. É... Qual que é a relação dessas mudanças com o seu jeito de dar aula? Como é que foi a sua adaptação, eh, frente a essas mudanças? Mudanças não só da escola, mas da sociedade como um todo, dos alunos. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi essa, co co como se essa, como se Relacionando, essa necessidade de ada de adaptação com essas mudanças assim,
Olha, eu acho que no primeiro momento, quer dzer, essas mudanças geram o que busca, né? Angústia. Porque você fica angustiado. Pô, tudo está mudando, e daí? O que que eu vou fazer? Por que eu vou ter que me apegar novamente? Aquelas coisas das quais me apegavam, que dizer, já não é mais um valor hoje. Então eu acho que num primeiro momento gera angústia. Gera angústia, gera busca. Mas eu acho que se você realmente tem a intenção de acertar, você chega lá. Eu acho que tem que ter a intenção de acertar. Vem desânimo? Claro que vem desânimo. Falta motivação de vez em quando, já para a própria situação também acontece. Mas o professor tem a reta intenção, ele tem ética, ele quer chegar lá, ele consegue, tranquilamente.

Não é fácil. Mas ele
E como você planeja seu curso professor? Tem alguma relação com a coordenação, com o <coughs> com algum livro, com o próprio projeto da disciplina? Como é?

eu acho que, em primeiro lugar, tem que estar ligado com os pê cê i sê, que são... Os valores que a gente tem que estar desenvolvendo, né. Mas também está ligado com o projeto da escola e também está ligado com o projeto pessoal seu Eu acho que quando a gente trabalha com educação, você tem um objetivo. Você quer você chegar em algum lugar com a com essa educação. Você proporciona aos alunos. proporcional, deu tempo proporcional. Quer dizer, a gente constrói junto com os alunos, né. Acho que, Antigamente o professor era meio o detentor, né, da da verdade da educação. Hoje não existe mais isso. Hoje nós somos mediadores, construtores, a gente constrói junto com o aluno essa educação. Ela é construída.
Como entra o livro didático na sua aula? Como é que o senhor faz? O senhor faz uso do livro didático? E como o senhor usa o livro didático, eh, como auxílio, hm, nas suas aulas de história? É,
O livro didático, acho que ele é uma um instrumento. É uma referência. Mas ele não é o todo do do seu trabalho de professor. Então, quer dizer, você usa apenas como uma referência para você se orientar um pouquinho. Mas eu acho que o que vale mesmo, quer dizer, é a visão do professor, de onde ele quer chegar, o que ele vai buscar para isso. Ele tem que buscar outros conteúdos fora do livro também. O livro é apenas uma referência, tanto para o professor acho que para o aluno também. Eu acho que essa diferença de trabalhar sem livro também é complicada também. que o próprio aluno também fica um pouco perdido também. Então, o ah o livro é uma referência apenas, nada mais que isso. Não é o ponto-chave do seu trabalho. E também não dá para você se se ligar inteiramente ao livro também. Que nem tudo que tem no livro você concorda, ou você acha que é significante para o aluno naquele momento. Então, acho que é apenas uma referência, um pequeno instrumentozinho de trabalho.
Qual é o sentido do seu trabalho?
Explique melhor o quer dizer sentido.
Você falou em objetivo, que o professor, hm, tem que ter um objetivo, <coughs> tem que ter uma um meta, um projeto a ser construído com os alunos. O sentido é essa relação. Qual que é o objetivo do seu trabalho? O O que dá sentido ao seu trabalho?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, acho que a educação, eu acho que ela tem que ter também como objetivo tornar as pessoas mais felizes. Uma educação que não gera felicidade, uma educação que não gera solidariedade, uma edu uma educação que não leve a motivação para a paz, então para que educação? Então acho que esse é o é o grande objetivo da educação, gerar solidariedade, gerar paz, gerar felicidade. E a partir desses e desses eixos, você vai então entrosando <coughs> o conteúdo que você acha importante, que é significativo para o aluno, que está dentro também, claro, da da proposta também da escola e da educação.
Para os alunos, <coughs> eh, o senhor acha que a a educação faz sentido? E qual é o sentido? Como experiência, como vivência eh, de educador, o senhor acha que a educação hoje faz sentido? Em que grau faz sentido? E como é que como é que é a escola? Como é que o senhor vê a escola hoje? Eh...
Veja bem, eu vejo o seguinte, a escola nem sempre é uma é uma coisa agradável para o aluno. Porque nem sempre aquilo que se procura passar para o aluno, ensinar para o aluno, é significativo para ele. Então existem conteúdos que não têm nada a ver com a vida dele. É muito distante da da realidade que ele vive. A escola, quero dizer, muda, mas muito lentamente. A conexão do computador chegou há muito pouco tempo na escola. E ainda, quer dizer, pouquíssimos. Tem escolas que ainda nem Tem, tem escola que se quebraram os computadores, quer dizer, não se usa. Então, a escola, quer dizer, ela ainda deixa de ser uma coisa agradável para o aluno. Então eu acho que a gente precisa pegar esses conteúdos que são ensinados na escola e que sejam mais próximos da do aluno, mais significativos. E claro que a realidade do aluno tem que ser o grande ponto de partida, né, para qualquer conteúdo significativo que queira trabalhar com eles. Eu acho tem tem a a educação tem tem tem esses dois pontos significativos, partir da realidade do aluno E que esses conteúdos também sejam significativos para ele. É muito complicado falar para para o aluno que entra na série de Egito, por exemplo, quando ele mora em uma favela e não tem o que comer, não tem onde morar, passa fome. Que significado vai ter esse conteúdo para ele? Então, eu acho que a escola tem que ser ainda mais agradável para o aluno ainda. Partindo de conteúdo, partindo de motivação, partindo de recurso. Eu tenho que estar mais próximo do aluno
ainda. Entendi. Professor, existe uma relação do seu trabalho com a sua vida fora da escola?
Ainda desligar que o professor aqui Agora acabou. para a minha casa. Até no no... dirigindo... acho que amanhã eu vou dar isso para o aluno. Acho que eu tenho que ler um texto para para amanhã, quer dizer, É em casa, é na... dirigindo, está sempre preocupado, né, e voltado. É com aquele aluno que está difícil de trabalhar, quer dizer, Está lá pensando, pô, o que que eu vou fazer com esse aluno? Qual seria a melhor estratégia, quer dizer, para atingir esse aluno que está difícil de de trabalhar com esse aluno? Não dá para desligar. E Professor é vinte e quatro horas, não tem como desligar. o ideal seria se desligar. Não dá. E Esse era o grande quer dizer, Se você terminou aquele momento de de trabalho na escola, você voltar para casa e se desligar. Mas é difícil é, não dá. Até sonho com alunos de vez em quando, <laughs> ver ele fazendo aquela está entendendo? Como que, como eu vou resolver a bendita quinta efe? Então, está sempre voltado para essa questão, então não tem como se desligar. Até de domingo à tarde já começa a pensar na na segunda-feira, né? Amanhã eu tenho que passar tal texto para o aluno, amanhã eu tenho que discutir tal texto com o aluno. dizer. Então, você já está já preocupado, você já está já planejando a sua aula sem querer, entendeu? Então, o professor, in infelizmente, sei lá, mas é é Não o professor consegue fazer essa, se desligar, quer dizer, saber dividir os tempos, o professor e não o professor. Ainda não consegui encontrar ainda esse esse caminho para isso.
Professor Durval, hoje, qual é o seu maior
Como professor, como pessoa? Hm
De uma maneira geral, assim. Como educador, hm, como pessoa, como como pai de família, como como cidadão, como brasileiro.
Olha, eu acho que o meu maior sonho é ver as pessoas felizes. Acho que esse é o meu maior sonho. E essa felicidade é construção na Ela tem que ser construída. E ela envolve uma série de coisas. Ela envolve afetividade, ela envolve conhecimento, ela envolve relacionamento. Então, eu acho que é é a felicidade mesmo, né, quer dizer, No meu trabalho, quer dizer, eu quero ser feliz. No meu relacionamento com a minha família, quer dizer, eu quero ser feliz. Na minha relação com a sociedade, quer dizer, eu quero ser feliz. Então, acho que é é a felicidade mesmo, né. Só que tem que ser construída. E nela entra tudo. Desde o conhecimento, a relação, a criatividade, comportamento, quer dizer, entra tudo. Então, acho que a busca, acho que é a grande razão do ser humano, né. Tudo que eu faço, a busca é a felicidade. Não tem outro caminho.
E se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua vida profissional, o que seria?
Se eu pudesse mudar... Eu não falo mudar, mas eu assim, eu eu gostaria ainda de estar mais preparado ainda para desenvolver esse trabalho. o que é, a gente está sempre buscando, né? Quer dizer, essa, estar cada vez mais preparado, porque o aluno é um desafio. Educação hoje no Brasil é um desafio, né? É usar, é desafiar, quer dizer, não tem outra saída.
Professor, com relação à qualidade do ensino no Brasil hoje, como o senhor vê a qualidade do ensino? E E se tem diferença o ensino fundamental, o ensino na universidade, com o aumento do número das universidades? Como é que o senhor vê hoje essa questão da qualidade?
Hoje a questão da qualidade é uma outra coisa também complicada na educação aqui no Brasil. Primeiro, quer dizer, a qualidade de ensino passa pela formação do professor. Quer dizer, o governo tem que criar todas as condições para que os professores se reciclem, voltem a estudar. Enfim, tem condições realmente de melhorar o seu conhecimento. Isso é uma responsabilidade do governo. Também, claro, que pessoalmente o professor também tem que correr atrás dessa questão também. Mas, no primeiro momento, eu acho o o governo tem que garantir isso para o professor, a formação do professor. Então, acho que é a primeira grande questão para a gente começar a pensar na questão da qualidade. Não é que isso já vai melhorar a qualidade, não é isso. Mas acho que é o indicador. Depois, uma segunda questão da qualidade é a questão salarial. Também, quer dizer, nós sabemos que os nossos professores do Brasil não são bem remunerados, quer dizer, à altura. Então, eu acho que devemos pensar também na questão salarial do professor também. Hoje, o que que ah, o que nós estamos percebendo é o seguinte, se faz, pensa-se em mudanças no Brasil na questão da educação, mas essas as mudanças não levam em consideração a questão salarial do professor. Então, acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Formação do professor, proporcionado pelo governo, e claro, o professor pessoal tem que correr atrás disso também, mas o professor, o governo tem que garantir isso. Mas junto com isso, pensar na questão salarial também. Então são duas coisas que caminham juntas.
Então, o senhor acha que os subsídios que o governo dá à educação hoje, eh, não são
Não são satisfatórios. Acho que tem que principalmente investir mais na na questão da do ensino fundamental. E se a base começa bem, há uma tendência de continuar bem depois no no ensino médio, na universidade. Agora, se o aluno já começa mal, em termos de educação, já na na a partir da primeira série, ele vai apenas carregando esse problema na nas séries posteriores e assim por diante. Eu acho que tem que se investir mais principalmente de primeira a quarta série. Não dá mais para chegar na quarta série com alunos sem saber ler e nem escrever. E a questão da da indisciplina que nós reclamamos principalmente da da da da quinta série em diante, muitas vezes está ligada com essa questão da da aprendizagem. O aluno não sabe ler e nem escrever, e parte então para para a indisciplina. Então, até a questão da da indisciplina está ligada também com a questão da da qualidade também. Então, formação de professores e questão salarial. Acho que são duas coisas que têm que caminhar juntas, né, nesse país. Senão é impossível ter uma uma realmente uma educação de qualidade no Brasil. E tudo isso também acaba, essa má qualidade de ensino, tanto no no fundamental como no médio, repercute também na universidade. Vai passar a ter também, quer dizer, profissionais de má qualidade. também, quer dizer, E isso acaba virando uma bola de neve. Porque na na educação, quer dizer, tudo funciona junto. Não dá para você melhorar aqui e não melhorar aqui. Ou você faz um trabalho em conjunto ou você acaba não resolvendo o problema. Também, quer dizer, dar melhores salários sem dar uma boa formação não resolve. Também, dar uma boa formação sem pensar na questão salarial também não resolve o problema. então é o conjunto mesmo que tem que ser analisado, tem que ser estudado.

E a questão social? O senhor não acha que a desigualdade social, a questão social, ela não é fundamental para a gente <coughs> compreender essa dimensão do do desses paradigmas, desses conflitos da educação atualmente? Como o senhor vê, como eh eh ao decorrer desses anos como professor de história, o senhor deve ter deve ter trabalhado em várias regiões. Como é que o senhor pôde abarcar, ah ah essa essa questão da influência direta do social, ãh, enfim, no aprendizagem do aluno, no estudo, na escola, na dedicação?
Porque é o seguinte, a sociedade ela passa por uma série de problemas. problemas políticos, problemas econômicos, questão da ética, da, tiveram da corrupção que está chamando a atenção dentro da sociedade. E... E, muitas, eh, essa situação pela qual a so a a sociedade passa acaba interferindo no processo de ensino e aprendizagem. Então, hoje, quer dizer, muitas vezes, quer dizer, o que acontece na escola é um reflexo da sociedade, é o que está acontecendo fora. E eu acho que o mais agravante é o seguinte, que o aluno não está saindo da escola com condições de interferir nessa sociedade. A gente sempre diz o seguinte, quer dizer, o aluno tem que sair com uma bagagem para transformar, para mudar essa sociedade. Ele sempre coloca essa questão. Mas ele percebe que realmente o aluno está saindo sem essa bagagem para mudar a sociedade, para transformar essa sociedade. Então, eu vejo que a sociedade está está tendo um peso muito maior dentro da educação. Mas um peso ou um peso negativo. Porque o que acontece lá, reflete na escola. Então, por exemplo, a questão da agressividade, da violência... Essa falta de ética que acontece lá fora, essa questão da corrupção, quer dizer, acaba também sendo, acontecendo na escola também, principalmente a questão da violência, né, porque a cidade de fora é violenta. E isso também está acontecendo na escola também Quer dizer, está sendo o reflexo. Ah, eu acho que é sempre bom a gente relembrar o passado da gente, né? Não dizem que recordar é viver? Então eu acho que a gente também vive um pouquinho, a gente volta a dar um significado a essa vivência da gente. Eu acho que recordar é você dar um significado maior a essa vivência, quer dizer, entender um pouquinho daquilo que você passou, daquilo que aconteceu. Eu acho que é sempre bom. E a partir então desse dessa desse reviver, você pode até criar alguns ganchos para o para o presente de hoje. Eu acho que a gente sempre deveria estar lá voltando um pouquinho no passado. Mas não é dessa forma saudosista, não é nesse sentido de de saudosismo, né? Mas para você perceber o que que você pode reconstituir. O que você pode resgatar, nesse sentido. Não no sentido de saudosismo. Porque o que aconteceu, aconteceu. Não volta mais atrás. Não dá para mudar aquilo que aconteceu. Mas você pode resgatar algumas coisas boas. Então, acho que nesse sentido é muito legal, quer dizer, é muito bom você voltar no passado, rever aquelas coisas que você fez, relembrar, quer dizer, resgatar alguma daquela daquelas coisas. Porque com a vida corrida que nós levamos hoje, a gente tem uma a tendência é deixar um pouco de lado o que aconteceu. Né? Quer dizer, então acho que esse contar essa essa nossa vida é você reviver tudo isso e é você resgatar a própria história também. Porque a nossa vida é uma história, né, quer dizer, cada um de nós somos responsáveis um pouquinho pela história do mundo, né? Que a minha história, que se juntou à história do bairro, da escola, da cidade, do município, e acabou formando essa grande história, que é a história do Brasil e que é a história do mundo. Então, acho que é muito bom. A gente revive, né? Relembra algumas coisas que foram foi interessantes e que foram legais.
que o senhor gostaria de de... que o senhor acha que ficou faltando, que o senhor gostaria de comentar? Alguma coisa?
Ah, eu acho... O que eu gostaria de resga... de reafirmar é o seguinte. Educação vale a pena. Acho que hoje conhecimento, cultura, esclarecimento, eu acho que é por a... eh, o caminho é por aí mesmo. Acho que quanto mais a gente investir na cultura... na aprendizagem do aluno, quer dizer, isso vai trazer bons resultados para um país. Eu acho que um país, num primeiro, se co se constrói com cultura, né. E as outras coisas vão exatamente se encaixando nessa cultura. Você sente que é um país mais desenvolvido, um país com menos desigualdade social, um país com mais ética. um país com mais solidariedade, um povo mais feliz, tem que começar pela educação. E eu acho que a educação, como já falei, é desafio, né. Hoje, a educação no Brasil, pelas condições que nós temos de trabalho, a educação hoje é desafio mesmo, né. Ou você você tem que assumir. Ou você é ou não é educador, né, quer dizer, Ser apenas um mero pastador de de informações, até que isso não é tão difícil. Mas eu acho que ser um educador mesmo é uma coisa que a gente tem que assumir. Ou é ou não é. Não dá para ter meio termo na educação. Meio professor não dá. Ou é ou não é educador. Não dá para ficar no meio termo. E como eu sou animado para para pela educação, gosto, sou motivado, então eu acho que é por aí mesmo. E eu vejo como desafio. A gente vê que hoje está difícil, está difícil se relacionar com aluno, mas eu acho que é isso que é o gostoso. A gente está sempre pensando como desafiar essa situação e poder dar uma resposta concreta para tudo isso. Não é uma resposta, mas pelo menos um caminho, uma luz. Então eu acho que vale a pena. Educação é desafio no Brasil hoje.
Legal. Professor Durval, a gente quer agradecer em nome da Puc, eu, a Mar e a Cida, em nome do Museu da Pessoa também, eh... enfim, a sua entrevista aqui no Museu da Pessoa. Boa sorte e obrigado. É.
Espero que seja correspondido, né? E aquilo que eu falei realmente é aquilo que eu que eu acredito. Então, foi uma coisa bem pessoal Eu acredito na educação,